E aonde você nasceu?

E o nome dos seus pais?

E o que que eles faziam?
Meu pai era sapateiro de profissão e minha mãe era do lar. Até meu pai falecer. Após meu pai falecendo, virou funcionária pública do Fórum João Mendes. Trabalhava como
E você sabe alguma...
segundo a minha avó dizia para a gente quando

O meu tio comprou em 65 o lote e começou em 66 a construir a casa. Nessa época a gente ainda morava no Imirim. Após a, o meu tio construir, mais ou menos em 70, no ano próximo a eu nascer, minha mãe já estava de malas para ir para esse bairro, porque minha avó teve um problema nas vistas que ficou com glaucoma. causar a cegueira dela. E aí minha mãe teve que ir trabalhar e morar junto com a minha avó, para poder cuidar dela e ajudar, assessorar a questão dessa nova etapa, porque ela não nasceu com essa deficiência, ela teve ao longo da sua a, sua vida. E minha mãe, como mais velha, ela teve que fazer todos os deveres, tanto de mulher casada, como filha também.

Tenho. Nós somos em quatro irmãos. Tem três de criação, que é filho de uma irmã rebelde que a minha mãe teve, que faleceu também com problema de coração, a qual minha mãe pegou a mais velha com três anos, o do meio com dois, e a mais nova com um ano e dois meses. E aí... Como ela chama?

E aí, só só são esses três de criação? Só.

E eu que sou o caçula pela parte da minha mãe.
Então, vocês são mais três, além dos de criação, mais quatro.

Ah, eu lembro que assim que eu comecei a me me entender por por gente, como criança, sem ter onde brincar, nossas primeiras brincadeiras era pegar fruta na na, que era fazenda, tinha o nome de fazenda, Jardim Vistalegre, e o o outro bairro próximo chamava Sítio. Então, a gente ia lá pegar a fruta sem autorização, coisa de moleque, Nós temos as pernas todas marcadas de arrancar toco com a canela, que a gente corria dos cachorros, das espingadas de sal, que os rapazes que trabalhavam na fazenda faziam. E o bairro foi crescendo com aquela história eh folclórica do do lobisomem, do saci -pererê, e a gente ficava até de madrugada para poder se via alguma coisa, mas mesmo com medo a gente enfrentava essas histórias todas. E era um tempo bom, porque eh a gente cresceu eh e eu me vejo hoje com alguma linhagem nesse sentido, porque desde quando a gente nasceu nesse bairro e teve a desapropriação dos lotes e as invasões, a gente nunca foi autorizado pela minha mãe por invadir terreno ou área de ninguém. Então, muita gente hoje lá enriqueceu comprando e vendendo lote irregular, E a gente continua na vida modesta que a gente foi educado. E nessa trajetória toda, na na parte da adolescência da gente, que a gente gostava, a gente tinha muita coisa no bairro no sentido de crescimento, desenvolvimento. Aí as mulheres que que lutavam por desenvolvimento na época foram atrás da água, da luz.

que ela ela por si só tomou a iniciativa, foi numa nascente lá, fez uma bica e aí começou a brotar água e dessa bica a gente começou a pegar água, os primeiros moradores do bairro. E era engraçado que fazia fila, às vezes tinha briga lá, que a pessoa furava a fila, mas teve um sofrimento, porque a gente também fazia parte social, ajudando outras pessoas, outras senhoras a carregar água para encher o latão. para poder lavar, para poder cozinhar, para poder tomar banho. E eu lembro que o primeiro chuveiro que eu eu vi, que a gente tomava muito banho de canequinha, né? E eu lembro que o primeiro chuveiro que eu vi assim feito pelo pelo por um senhor lá, ele furou e fez uma ocupação, fez uns furos e e ele jogava água quente dentro e abria uma torneirinha lá e saía aquela água quente. Aí aquilo ali, e era difícil eh esse material, né, na época. Era só quem tinha condições de poder ter. E na época a gente tinha muito questão de lampião, candeeiro, não tinha energia elétrica no bairro nem nada. E aí a nossa infância foi através dessas brincadeiras, ficar na fogueira, ver o pegar balão, entrar na mata, essas coisas. E quando foi desenvolvendo o bairro, que aí <hesitation> eu acho que a gente começou a aprender o que era o direito da gente de ter a cidadania, que a gente não esperava esses avanços na nossa periferia desordenado por questões sociais e políticas. porque eu lembro que, onde minha mãe morava, o terreno dela era de 10 a 15 de frente por 35. E, quando fui crescendo, vi essas questões de mudança de de geografia, de local, terreno. Terreno de 10 metros fica 5 de frente, 25 de fundo, e hoje cada vez mais diminuindo. dentro desse meu crescimento lá no bairro, teve coisas desorganizadas, a qual uma família que tem duas crianças. morar num quarto-cozinha né? e, às vezes, um cara solteiro morar numa casa de três, quatro cômodos.

E como eu fui carimbado para poder dessa herança de trabalho social, há 10 anos, há 10, 15 anos mais ou menos, ele me deu todo o gráfico que, na época, nos anos 1980, no Vista Alegre, existiam 1.301 casas e 240 barracos já cada desapropriação. Hoje, onde as pessoas veem aquele aquele parque gostoso, que todo mundo, conhecido no mundo inteiro como Playcenter, ali onde tinha o Playcenter, nos anos 1980, era uma favela.

Então, a gente não sabia o porquê aquelas pessoas estavam indo morar lá, e a gente era pequeno, também não era nem... da nossa alçada de saber, e a gente entrava no meio da dança, ajudando a pegar madeira do caminhão, pregar madeira, cavar buraco, fazer os barracos lá. E a gente não sabia o porquê que nós morávamos numa casa simples, mas de overnaria, e eles fazendo barracos. Até hoje, de frente na minha casa, hoje, pela luta que teve ao longo do tempo, que passaram essas pessoas, hoje não existe mais barracos de madeira. Hoje é tudo de alvenaria. E aí é onde entra a nossa história.
Mas eu queria, queria voltar até um pouquinho.

Minha mãe me deu a luz que eu, depois, com 7, 8 anos, era difícil. Só tinha as suas paredes de bloco, os telhados, que não eram de laje ainda, e a gente não tinha luz, a gente tinha era lampião, candinheiro, que era a lamparina que o pessoal falava antigamente, que a gente comprava querosene, com um paviozinho fazia lá, e aquilo lá servia até para matar os pernilongos na época, porque nós ía, lá era mato, né, então tinha uma casa próxima a outra, então era muito afastado, então era coisa assim mesmo que interior. Hoje já tenho um Então a casa era muito simplesinha, era as, num barranco e eu lembro que a gente tinha muita dificuldade para poder ter água para fazer as coisas, a gente tinha que andar mais ou menos, antes da bica, a gente tinha que andar uns quatro quilômetros para pegar água e, Isso a gente criança e depois do surgimento da bica ficou mais próximo, mas mesmo assim ainda teve o sofrimento por um bom tempo. até chegar o o até a primeira paróquia lá que é do padre, finado padre Alberto, que foi um padre que ajudou muito a comunidade, juntando, agrupando as pessoas para poder desenvolver a questão do saneamento básico. i-i a dificuldade maior assim que acho que a minha mãe teve era o risco que ela tinha que andar mais de seis quilômetros para poder pegar o ônibus, para poder trabalhar. E a gente ficava sozinho. Então, a primeira creche que tinha no bairro foi feita de madeira. A gente... Até essa creche ser construída, muitas crianças ficavam com os vizinhos, com amigos, E corria-se o risco da época, né, de alguma coisa, mas era o que a gente poderia estar naquela época assessorando. Então, depois que foi chegando essa, esse desenvolvimento da comunidade, os padres, e foi se agrupando esse grupo de mulheres, que o bairro foi desenvolvendo. Mas o sofrimento da gente quando chegou lá era muito grande. Eu, eu falo que eu sou patrimônio de lá, que eu nasci lá, né, eu vivo aquele lugar, eu brigo por aquele lugar e as pessoas às vezes até se incomodam muito comigo. porque a gente fala aquilo que o coração está cheio. Então, a gente tem um pouco de mágoa de algumas coisas que a gente depois aprende na vida e percebe que algumas pessoas manipulou pelo interesse, né? E a gente vê recortes de jornais aí, eh, de outros países com o nome da nossa comunidade e a nossa comunidade nos envolveu ainda. Não é por conta dessas pessoas, é por conta da política regional, local, por conta de algumas coisas que as pessoas não conseguem entender. E é difícil colocar hoje na cabeça das pessoas.

Essa coisa de, dos movimento, movimentos de mulheres e tal. Se você tivesse que descrevê-la, como seria a descrição da sua mãe?
Acho que não tenho palavras para descrever ela, não, porque o orgulho que eu tenho da minha mãe é muito grande. Ela deu Eu eu eu começo a dizer que ela deu grandes exemplos para a gente ah, sem saber o que ela estava sabendo, que o futuro hoje... seria a questão da preservação da natureza, a questão do desenvolvimento sustentável, meio ambiente, relação global, etc. E com poucas palavras, com poucos gestos, ela fazia tudo isso sem ela saber. Porque nós somos seis irmãos, sete irmãos, e nenhum deles invadiu uma área porque a minha mãe nunca autorizou isso. Então, ela já tinha já acho que algum dom de de assim colocado na áurea dela para poder desenvolver essas coisas, porque ela nunca incentivou a gente a fazer nada disso. E hoje, Até hoje, eh, para descrever minha mãe, a gente fica sem palavras, porque a gente é filho de coruja, a gente é meio puxa-saco, né? E minha mãe para a gente é tudo o exemplo de bom da vida. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Meus irmãos ainda estavam estudando, ela estava meio perdida e ela conseguiu vencer na vida. Vencer de uma forma honesta, trabalhando, se aposentou dia 13 de dezembro. Então, hoje ela vive a vida dela, a gente está tudo criado, mas quando a gente pega para ver, assim, o sofrimento que ela teve quando ela começou a estudar, que a gente ficava deitado atrás da grama da escola, e ela saía da escola para pegar a gente lá no lençol que ela colocava, e a eu lembro que tinha uma uma merendeira, senhora que fazia merenda lá, que era a servente da escola. Ela levava o lanche para a gente também, escondido, porque tinha medo de alguém ver e punir ela. E aí aquela situação toda... Hoje a gente já criado e, às vezes, minha mãe passou por algumas coisas e, eu conversando com meu irmão, meu irmão falou assim, deixa ela que, uma hora, ela vai, abrir o olho e a mente e vai tomar por decisão só, não adianta brigar com a mãe, sai com a mamãe, a mãe é que nem você. Aí eu deixei de mão e hoje ela, tudo aquilo que a gente estava querendo que ela não fizesse, ela abriu de mão e e a gente percebeu que a família ficou mais unida por isso. mas o sofrimento foi muito grande. Então, assim, descrever minha mãe, acho que eu não teria palavras para descrevê-la, porque, assim, acho que toda mãe é mãe, né? Toda mãe é mãe de 100 filhos, 100 filhos não é filho de uma mãe. Então, minha mãe é, vamos dizer que tudo de bom.

Ah, eu era terrível. Eu. Eu lembro que quando Eu estava na quarta série, a a professora se juntou com e falava assim, você vai para o livro negro, que antigamente era um livro preto que tinha, né, que quando falava que ia para o livro negro todo mundo ficava com medo, porque aí era como se fosse expulsão da escola. porque eu era muito terrível, e ela falava que eu tinha algum problema. Ela insistia que eu tinha problema, a minha professora. E aí ela mandou, juntou com a minha mãe, com a diretora, e pediu que eu fosse, eh, que a minha mãe levasse a gente no médico para poder ver se eu tinha algum problema de cabeça. Aí, uma vez, chegando no médico lá, ele colocou um monte de fiozinhos na minha cabeça, eu não sabia o que que era. Aí, fui fazer o eletro. Depois de de velho que eu fui ver o que que era aqueles fiozinhos, né? Um monte de fiozinhos na cabeça. Aí, quando ela ele deu o laudo lá, que eu era uma criança normal, ela não acreditava. Falava assim, esse menino deve ter alguma coisa. Porque eu era tentado. Dizem que criança tentada tem muita saúde, né? Mas eu era muito atentado. E eu lembro que eu eu... Hoje hoje por herança, meu filho é que nem eu quando era pequeno. Ele acaba de terminar a lição dele e fica incomodo dos outros. E eu fazia muito isso. Incomodava as pessoas dentro da sala de aula. E eu lembro que tinha um... A gente... Acho que toda... Isso é desde a época do mundo. Todo tem seu grupo, né?

Então a gente aprontava muito, mas a gente era muito querido pelos outros professores. Mas tinha professores que não tinham paciência com a gente, porque a gente era muito terrível. E era gostoso que eu lembro, que eu coloco hoje para, hoje A questão da escola antigamente para mim era muito mais eficaz, muito melhor na questão do ensino, porque eh hoje uma criança na rede pública, a alimentação que ela tem hoje é insuficiente. Parece que a metodologia de quem pensa em ensino Não é desenvolver o raciocínio das crianças, porque uma criança que se alimenta bem, ela tem muito mais facilidade de interagir e ter o raciocínio mais avulsado. E naquela época da gente, a gente tinha muita merenda na escola. E eu lembro que uma das merendas que hoje as pessoas falam bastante, que a gente nem sabia o que era, a soja. Nós comíamos bastante a merenda e vinha a soja para gente na escola. E hoje você vê, as crianças comem uma comida sem sem nenhum tipo de eh, vitamina num sentido para poder ajudar no ensino. Então, a alimentação também faz diferença. E quando eu coloco que eu tinha cinco, seis refeições na escola, e hoje a criança só tem uma. Então, aquela época eu ainda, tenho as diferenças, mas ainda tenho preferência daquela época. Porque, pior que seja, as dificuldades, que para nós não eram dificuldades, eram dificuldades para a minha mãe, para a gente só queria saber de brincar. escutar a minha avó falar do saci- pererê, do lobisomem, da mula-de-cabeça, essas coisas, falar para a gente não ficar até tarde na rua, e naquela época eu ficava até uma hora da manhã na rua, não tinha problema nenhum.

Dava o quê? Uns

Uns duzentos metros da da minha casa, era no morro, assim. Foi depois que saiu o o pré, que a gente teve a primeira escola, era tudo próximo. Então, todo mundo conhecia todo mundo, né? e, E quando foi desenvolvendo isso, de 80 para cá, foi crescendo a comunidade, aí teve aqueles problemas de criminalidade, Afanasio não sai de lá, a Gil Gomes, e a gente tinha muito preconceito por algumas pessoas, porque tinha as pessoas que chamavam a gente de Jackson Five, que os meus irmãos já usavam black, aquela coisa toda, meus tios, e a gente tinha um pessoal que tinha um preconceito com a gente, porque a gente morava numa área particular, mas de frente da favela. Então, tudo que era de ruim era gente que tomava nome, porque eh engraçado que quando a gente foi para lá, que eu era pequeno, o meu pai veio do, quando veio do Imirim para poder morar com a minha avó tudo, meu pai levou um Opala e um Galax, que ele tinha no Imirim, que era um bairro mais E as pessoas achavam que a gente tinha muito dinheiro e, na verdade, não tinha. Meu pai tinha uma uma sucessão de vida porque ele era, fabricava sapatos, eh, aquele salto né, botas, aquelas botas que vinha... um modelo americano, meu pai reproduzia aqui, as mulatas do Sargentelli, as mulatas do Chacrinha, fazia muito, meu pai tinha um escritório e a loja no Santo Cecília, na época, com a sociedade. Aí as pessoas ficavam assim, porque a gente tinha uma família bem suce, sucedida nesse sentido. E quando ocorreu essa mudança da minha avó ficar com problema de cegueira, que a nossa vida começou a mudar, que minha mãe, como mais velha, tinha que cuidar da mãe dela.

Então, essas coisas assim, começou a mexer com muitas pessoas no bairro e as pessoas achavam que a gente tinha dinheiro. Até poderia ter dinheiro na época que meu pai morava no Imirim. Quando a gente mudou para lá, que acho que a vida começou a mudar, que meu pai veio a falecer, o o sócio dele levou tudo que era deles. Minha mãe ficou sem nada. Minha mãe não tinha nem o que pôr no na no fogo para a gente comer. E eu lembro que ela estava chorando uma vez, e ela não tinha o que pôr, ela foi num numa vizinha lá, ela deu fubá lá e pegou serraia. Serraia dá em qualquer lugar, ela fez lá um negócio com serraia e fez fubá com serraia para gente comer. Então, tudo isso aí, ela ela sempre ensinou a gente com dificuldade a sobreviver em cima da dificuldade sem prejudicar as pessoas. Quando chega numa certa época da vida, a gente relembra os passados, relembra as coisas, porque a gente tem uma certa mágoa. E por isso que a gente adota, a a na comunidade, fazer aulas de cidadania, educar as pessoas para entender como funcionam os processos da vida. Que, se não for isso, não tem como a gente melhorar. Então, ou a gente opta por um lado ou opta por outro, e o, às vezes nem o lado mais fácil é tão bom como as pessoas pensam. Então, a gente sempre na vida teve muita dificuldade, na Depois da minha pré-adolescência, já na...

Esse projeto se chamava Rede Rua. E a gente fazia filmagem do da cavalaria batendo, a gente viu pessoas abortando criança. Então, eu era um pré-adolescente, eu vi tanta coisa na minha vida nessa época aí, que eu eu, às vezes eu tenho lembrança e às vezes eu fico com muita mágoa do sistema que não deu direito para a minha mãe ter hoje, que é uma coisa simples para qualquer família ter, que é a sua dignidade de ter uma cidadania, ter uma casa. E minha mãe até hoje mora no que é dos outros. Então, isso é a minha mágoa, sabe? E, graças a Deus, a gente tem nossos eh encaminhamentos, tudo, mas você perceber que sua mãe fez parte de uma história e não tem onde morar. E, e isso... Não é uma mágoa que me revolta a cometer erros, é uma mágoa que me dá força para cada vez mais educar as pessoas que elas precisam ter direito constituído, porque esse país nosso é constituído por leis, não por acordos. Os acordos são feitos porque as pessoas não entendem da lei. Então, às vezes, pessoas que sabem menos do que a gente, aí representam a gente. Dentro dos movimentos, eu falo que não quero menosprezar ninguém e nem muito menos achar que eu sou o dono da verdade, mas eu sou uma pessoa que estou irredutível a ser representado por analfabeto. e na nossa região lá, a maioria das pessoas que tem na comunidade, que é representante de alguma coisa, não sabe o que representa pelo estatuto que ele representa. Então, quer dizer, isso vem por mal política, por mal atuação, por mal eh, conduta, por fo... falta de vontade de querer saber eh, como funcionam os processos i-i isso para pessoas que faz uma... induz às pessoas a a verdade que as pessoas veem que estão por trás da cortina, é que tudo é lindo e maravilhoso. E não é. E as coisas não funcionam assim. As pessoas precisam entender que nosso país ele é regido de leis. E hoje, eh quando falam do meio ambiente, eu lembro muito da minha mãe. Porque a minha mãe nunca... Dava dez metros, atravessou a rua, porque a minha rua tem Oito metros. ah, um metro e pouco de calçado, acho que 12, 13 metros já tinha uma área para a gente poder invadir. Ocupar ou seja, a palavra, mas a minha mãe nunca deixou a gente fazer isso.

Olha, foi complicado, porque quando o meu pai...Meu pai, engraçado que quando o bairro estava em desenvolvimento, a gente com 13 anos, o meu irmão do meio estava com

E quando meu pai faleceu, aí minha mãe se sentiu na dificuldade, a gente, eh Quando eu eu coloquei a história que a, minha mãe não tinha o que pôr no fogo para comer, e a gente comeu fubá com serraia, Aí a minha avó contava coisas para gente que era mil vezes a gente pedir as coisas, ou ir pegar na feira, do que pegar as coisas dos outros. Então, a gente sempre foi criado com esse... essa história de família e, A gente juntava um monte de moleque e começou a fazer carreto. A gente vinha para Pompeia fazer feira. Inclusive, eu cansei de ir para Febem, porque nós éramos pretos. Tinha trombada na época e tudo sobrava para a gente e, Depois, a as vítimas viam que não era a gente e, Então, a gente sempre sofreu preconceito com diversas coisas na vida. E a gente começou a fazer feira, aí da feira a gente começou a fazer seasa, aí eu fiz engraxate. Os meus irmão, o meu irmão começou a trabalhar cedo também numa fábrica no Borritirio de fazer roupa. E aí começamos a se virar e foi quando minha mãe conseguiu passar no concurso público e, E aí ela, depois de uns seis, sete anos, ela conseguiu entrar na no Estado e a vida da gente começou a mudar de novo, mas até então a gente fazia isso. E quantas vezes a minha mãe tinha que ir buscar a gente na Febem, e por conta de algumas pessoas que roubavam lá Uma vez o meu irmão foi confundido com um tal de Zimbigão, que era um cara trombado da feira, a sorte que os feirantes conheciam e sabiam que a gente não era esse tipo de de, tinha essa índole, e esse Imbigão pegou e roubou a carteira da minha mulher. Só que, por infelicidade, ele, ele é moreno que nem meu irmão, só que a diferença é que ele estava sem camisa, correndo, e a mulher reparou que ele tinha um umbigo para fora, e o apelido desse cara era de Imbigão, que eram dois irmãos gêmeos. Foi isso que salvou meu irmão, mas teve transtorno. Da minha mãe ir para a delegacia, meu irmão tem encaminhamento para a Fe Febem na época, até que ela lembrou desse detalhe e falou, o rapaz que me me roubou minha carteira tinha o umbigo saltado para fora, minha mãe colocando essa palavra para a gente depois, e meu irmão não tinha, então foi isso que livrou. Mas a gente sofreu muito a, Aí depois, após a <hesitation> minha mãe ter concluído essa esse concurso que ela passou, começou a trabalhar. Aí a nossa mudança de história começou assim. Na nossa adolescência, o o que eu acho engraçado hoje é que, naquela época de adolescente, ah nós ficávamos, saía da escola meio-dia, meio-de-meia, uma hora, duas horas, passava a viatura e levava a gente, porque era vadiagem. Então a gente, engraçado que a gente ia para a delegacia das duas horas da tarde, ficava até meia-noite e soltava a gente meia-noite, quando os pais ligavam ou iam atrás, que hoje era diferente. Hoje a criança fica até tarde na rua e não nada. Mas, na nossa época, a gente direto ia parar na delegacia porque estava com vadiagem e o guarda não queria saber, levava a gente para a delegacia e eu bati recorde em delegacia. Eu não tinha mais nem medo. Quando a viatura vinha, assim, já falei, já, não vai para a delegacia. Aí eles levavam a gente para a delegacia, porque era aquela famosa vadiagem. E quando o juizado não pegava, um de nós também, quando a gente não ia parar no juizado. Então, mudou muito. Hoje as crianças têm mais liberdade de fazer, que eu acho que contesto alguns <laughs> parágrafos do ECA aí, porque a gente eh, sabe que eu, na minha época de peraltice, coisas que eu não coloquei aqui, mas me lembro que, na sala de aula, a gente ficava na tampinha de joelho, no milho, tomava palmatória, e não tinha esse negócio da gente ser mais ou menos, né, e que essa mudança todinha, não sei se umas palmadas vai definir alguma coisa, porque eu acho que todos nós que passamos por isso aí, acho que não sei aquela pessoa que já tinha aquela predisposição de ir para o caminho errado, mas eu não vi tanto erro naquela época como eu vejo hoje, com toda essa liberdade que essas crianças, os adolescentes têm, nessa mudança aí que nada pode, que o pai não pode reprimir, que o pai não pode isso, o pai não pode aquilo. E nessa liberdade, para nós que moramos em periferia, ficou difícil porque os pais não têm como falar com os filhos mais hoje. Eu eu peguei um caso na nossa sociedade, lá na na sede da entidade, que a menina prendeu os direitos dela do ECA, e ela queria ter liberdade de ir para rua, mas o pai não queria deixar. Ela criou uma situação para o pai dela, a qual... Teve polícia, o conselho tutelar e eles acabaram perdendo a guarda da menina por uma invenção que a menina colocou por querer ir para rua e ele não deixar. Então, até que se explique a verdade, muitas famílias estão se perdendo por isso.
Então, mudou muito a nossa... Pois é. Mesmo com toda essa dificuldade, essa mudança de vida, você nunca deixou de estudar.
Não, eu eu terminei meus estudos, parei um período eh, terminei meus estudos, eu parei porque na época a gente tem aquele lado de de de adolescente, meio avoado, tem todo adolescente em sua fase. Eu tive meus dois filhos muito cedo, com 16 anos, não pude estar com essa minha primeira esposa por uma questão eh de loucura da vaidade mesmo, não tinha tinha aquela responsabilidade de ser pai, então, e eu só vim poder, mais assim, responsável pelas pelas ações. Quando eu tive a minha segunda esposa, que é essa que eu tenho até hoje, que vai fazer 19 anos que a gente está junto, tem os dois, dos meus dois filhos mais novos, eu passei muito, muito sufoco na vida, porque meu sogro não admitia que a gente morasse junto, porque eu já era de uma outra família, e aquela coisa de preconceito dele, porque eu sei preto, minha mulher é branca, e meu sogro era era metido a ser delegado, e tentou matar eu várias vezes. Eu estou vivo por Deus.

A questão do meu envolvimento com ela foi mais aventureira. E, nessa aventura, eu tive dois filhos com ela. Mas, também, responsavelmente nessa questão de ter esses dois filhos, eu deix eu fiz uma casa para eles na época. Eles ficaram com o teto, graças a Deus.

E, engraçado que, nós somos uma família de negros que só tem filhos loiros dos olhos verdes. E aí é por causa da genética do meu avô e do meu outro avô, que um era português e o outro italiano. Meus fi, o filho do meu irmão do meio, as filhas deles têm os olhos azuis e os olhos verdes. Os meus têm os olhos de cor de mel. O meu irmão mais velho, os filhos dele têm os olhos azuis. E minha irmã mais velha, os filhos dela parecem índios. Então, quando o pessoal tem o costume de falar assim que a gente é eh a família do... Como que eles falam? eh... Que a gente é pai de herança, né? Então, os negros que têm filho branco. E aí, o o isso vem da linhagem da nossa família mesmo, que é misturada, a miscigenação é misturada, né? Mas nessa questão do meu segundo casamento, que a gente sofreu, onde eu tive que parar de estudar para poder criar um rumo da minha vida. Quando que foi o segundo?

Mas a minha primeira ex-mulher, o o a família dela era muito complicada. Mas, assim, eu nunca deixei de amparar eles, nem nada. E e quando eu saí de lá, eu já saí de lá deixando ele na casa que eu, na época, trabalhava numa multinacional de ajudante, e eu fiz a casa para eles, deixei a casa lá. Eu passei sufoco mesmo na segunda, no segundo casamento, porque eu morei seis meses na rua, em Santana, por causa do meu sogro. Minha mulher perdeu minha filha com cinco meses. Aí, da de Santana, eu fui... <hesitation> morando seis meses em Santana, eu fui morar numa favela. Aí, da favela, eu resolvi enfrentar meu sogro, mesmo ele querendo me matar. <laughs> Aí, deu um rebu danado e... Acabou dando delegacia, aquela coisa toda, mas consegui resolver o problema e ficar morando no mesmo local onde minha mãe mora. Minha mãe cedeu para mim um quartinho lá e fiquei morando. E até hoje meu sogro não fala com a gente, não fala com a minha esposa. Quando ele vê meus filhos, o Natan completou sábado 12 anos, quando ele vê meu filho ele chora, porque meu filho, assim, tem todos os traços deles, né? Então é aquela coisa de periferia mesmo.

A minha...

Ah, ela Ah, foi uma história, assim, meio complicada, quer dizer, A gente, eu que a conhecia, não, não, não ela, eh, me conheceu o tanto que eu conheci ela, porque, assim, ela era, ela ficava no bar do meu sogro e e e tudo que é coisa ruim, você quer saber da coisa, você tem dois lugares. Ou você vai numa manicure, ou num cabeleireiro, ou num boteco. Então, você fica sabendo de tudo que rola na comunidade. E aí ela ela ficava sempre me observando. Nessa história toda, o tio dela pegou eh muita amizade comigo, porque o filho dele era boy, era tapeceiro, e eu ajudava muito ele quando ele tinha dificuldades, né, e E aí ele teve um filho e me deu o filho dele para eu ser padrinho. Eu batizei o filho dele. Aí a gente acabou... E quando aconteceu, deu... viver com essa minha esposa nessa época, o meu sogro não aceitou. Então, eu acabei entrando para família meio que forçado. E até hoje, assim, ela tem que ela fala com a mãe dela hoje, mas passou quase dez anos sem falar com a mãe dela, fala com a mãe dela hoje, mas não fala com o pai dela. O pai dela é aquele homem meio brucutu, né, meio de interior, então Ele não fala com ela e nem ela fala com ele, mas a vontade da minha esposa era falar com o pai dela.
Mas aí essa esse amor que gerou tantas eh eh controvérsias, né, você ainda estudava? estudava, tive que parar, né?
Eu tive que parar por conta da situação que ocorreu na época. E, quando eu voltei, ela ela me ajudou, eh Num período de tribulação, ela estudava e era assim. Quando ela estava estudando, ela ia para para a escola à noite. Então, assim, eu ia trabalhar Durante o dia, ela ia para a casa de uma amiga. Durante a noite, ela ia para a escola. Após a escola, nós íamos para a praça dormir. Dormíamos na praça e, depois, a gente acordava. Era essa rotina durante seis meses. Aí o que fez eu mudar, criar coragem com muita coisa? Porque a gente não precisava de nada daquilo e estava naquela situação. Aí ela começou a pegar piolho lá com um monte de gente de rua. e ela pegou piolho, e aquilo ali me revoltou, né? Ela com cabelo bonito, com piolho, e aí eu fui lá, aluguei um barraco lá na comunidade, passava tanto, quando chovia passava tanto rato, bicho, que você não faz ideia. Aí aquilo me revoltou também, eu fui lá, falei com a minha mãe, falei, vai me matar, mas eu vou morar na rua onde a gente começou o nosso namoro, e ele querendo ou não, eu vou vir para cá. Aí minha mãe não veio, minha mãe ficou apavorada, aquela coisa, mas fui. Aí criou umas brigas, dessa briga criou uma solução, porque eu tomei uma posição drástica na questão de levar o caso à delegacia, tudo, para poder ele deixar a gente em paz, das tentativas, você era ameaçado de morte... direto... Ele chegou a dar cinco tiros na filha dele mesmo, a sorte que ela não pegou porque ela correu, senão se ela estivesse no lugar onde ele deu, ele tinha acertado os tiros nela. Então, ele depois, acho que refletindo tudo isso daí, o próprio pai fez isso com a própria filha, foi aonde que quando a gente foi para a delegacia, contando o caso, o delegado perguntou, sua própria filha fazendo isso? Você está louco da cabeça? Aí, E foi, acho que, aquilo foi a gota d'água para ele ter ficado um dia preso na... na delegacia. Então, para ele, acho que foi um desgosto muito grande. Daí, nós começamos a mudar a nossa história, a

Da minha mãe e a rua do pai dela também. E que diferença você notou nesse bairro, nesse retorno? Ah,

As pessoas ficavam com medo, porque meu sogro tinha o apelido de delegado no bairro. Ele era terrível. E, aí, eu enfrentar ele, o pessoal ficava assim, poxa, né, meu, quebrar um tabu, que todo mundo tinha medo do meu sogro lá. Aí, passou essa fase, aí, passou uns dois, três anos e eu fui estudar onde, para terminar os estudos, quando eu eu eu não tinha tempo, às vezes, de fazer as minhas tarefas de lição de casa, aí ela me ajudava. E eu, eu dentro, participando de vários movimentos também nessa época, tomei uma decisão na vida de entrar no movimento social e me dedicar a isso para ajudar as pessoas. Aí fui fui formar. Tudo que era curso eu fazia. Eu fiz Acho que eu tenho 352 certificados de diploma de vários cursos. Estou fazendo agora um curso de promotor popular.
Mas como que foi esse processo de você tomar a consciência de que você ia se envolver com essas coisas? Porque a gente...,
a gente, porque desde moleque a gente já tinha isso no no sangue, no espírito de de ajudar as pessoas, como eu falei lá atrás da questão da mina, de pegar água, de ajudar as pessoas e, Então a gente carrega essa herança da minha mãe e da minha avó. A gente não. Eu que peguei essa herança. Os irmãos, se eu falar para eles que eles têm que fazer alguma coisa, eles falam que o povo é muito ingrato. E para trabalhar com ingratidão, eles não têm sangue para isso. E a gente já não. A gente já tem mais paciência, calma. Já sabe como lidar. Fez muito curso para aprender como funciona o processo. Atribuiu várias várias viagens para poder ajudar pessoas que às vezes precisavam do seu esforço. Então eu, tive que me esforçar muito para para chegar onde estou chegando nessa questão de ser um cidadão e exercer a minha cidadania como de fato, né? E tem coisas que a gente não engole na comunidade com questões de alguns representantes nossos. Então, quando tem reunião lá que fala assim, ó, chama o fulano. Ah, não chama não, porque ele vai atrapalhar a gente. porque eles sabem que eles vão manipular. Hoje nós temos um problema sério lá no bairro, que do desenvolvimento, que a gente já lutou por tanta coisa depois disso, o Rodanel está entrando no nosso bairro com uma uma discussão meio aqui camuflada, não está muito aberta a isso, para poder avisar as pessoas o que vai mudar na vida delas, né, tanto de bom quanto de ruim. Então, isso quer pegar todo mundo de surpresa, porque não dá tempo das pessoas se organizarem, e quem não se organiza em tempo hábito não tem direito na justiça. Então, quando eu converso com as pessoas, eu digo que o papel ele aceita tudo. Você tem que saber como colocar o que você quer no papel. E as pessoas lá eh são muito eh, assim, sofridas muitas pessoas que têm lá são sofridas por por vontade de ter sua casinha. E hoje você percebe que eles conseguindo isso, correm risco de perder suas casas por conta do desenvolvimento eh sem uma discussão legal, né, na comunidade.
Primeiro movimento que você fez parte, juridicamente constituído?
Ah, lembro, lembro, lembro, foi,

Foi quando a a Erundina era assistente social e a gente era moleque, tudo envolvido naquela luta de acompanhar a minha minha mãe e as colegas dela de movimento. Quando a polícia chegou ao mando do prefeito, que na época era o Maluf, e colocou a gente tudo dentro de um camburão e levou a gente tudo para Febem. Aí a Erundina era assistente social já da prefeitura e ela enfrentou o próprio Maluf na época para poder defender a gente. E foi lá e tirou a gente, a Erundina tirou.

Então, tem uma história assim, meio que no acaso de muita luta, com essas pessoas que estão na política, por conhecer mesmo o pessoal, a luta de cada um, e ter participado dessas mudanças. E a Erundina, na época, me carregou no colo.

Eu lembro que minha mãe me carregava e depois, minha eh minha mãe me carregava puxando e ela levava uma sacola Antigamente, aquela sacola de feira colorida, né? e o filho dela ficava lá dentro, na sacola, dormindo. Ela arrumava um esquema dentro da sacola e levava ele como se fosse um objeto, para tudo quanto ela alugar. Então, isso aí foi parte do nosso movimento, essas histórias aí, e não foi nada por acaso, foi tudo acontecendo por participação, por luta, não foi uma coisa que foi montada. Então, a gente foi participando das coisas e as coisas acontecendo. Então a gente tem história eh igual Quando eu tive uma época em Brasília, eu peguei em um, eu consegui pegar um minuto de fala lá e,

falou para mim continuar nessa vida, mas só que eu não tenho pretensões políticas, a minha vida é social, eu gosto do social, gosto de fazer projetos, ajudar as pessoas, não é trilhar uma carreira política. E aí eu tenho foto com ele, nessa mesma época tirei foto com

Aí eu fiquei muito conhecido.

E nós tínhamos um problema lá, que toda vez que chovia, enchia o bairro lá.

E nessa época, as creches que tinham ao redor enchiam de água. Então, nós perdemos uma escola por conta da enchente. E aí eu fui estudando ah como que funciona a questão do meio ambiente, a questão dos projetos sociais.

Então, eu fiquei um ano com enfermidade no pé, eu lembro que o meu pé ficou ruim, Teve uma enfermeira que foi a única que que assumiu o problema que eu tinha, que cuidou de mim como se fosse minha mãe assim, ela, Meu pé estava muito feio. Eu fui para Brasília e meu pé parecia o pé grande de tão inchado que estava. do problema que eu estava no pé. E essa enfermeira cuidou de mim, até cuidar desse, dessa bactéria que eu peguei na época da enchente.

quando a gente eh recebeu o alerta da da Defesa Civil para a gente poder chegar nas pontas da comunidade, como no DEC, para avisar as pessoas que elas tinham que sair da casa dela e levantar as coisas de emergência que estragava mais rápido, para cima do da geladeira, ou para cima da cama, ou tirar, porque ia dar dois, três metros de água naquele local, por conta da da da metragem de chuva que ia decorrer e, Então, a água do do córrego se misturava com a água da chuva, água de de esgoto, tudo, e a gente nunca fez questão de de evitar esse tipo de coisa, porque, na hora, a gente nem lembrava se a gente ia pegar bactéria ou não, a gente queria saber mais de ajudar as pessoas, né? E, nessa época, eh a gente vem até hoje brigando com essa questão aí, Você vê, o meu bairro vai fazer 20 anos a questão da enchente. Pantanal aconteceu agora por uma questão de erro eh político por eles não assumirem um projeto e quererem eh jogar um projeto de um piscinão de goela abaixo, então eles deixaram a bomba sem funcionar para poder dar aquela enchente. Então, erro por erro, geografia ou a questão de nascente, não tinha que ter feito a marginal Tietê, porque ela está no lugar errado. Então, já vem da história do do do da geografia, da questão do meio ambiente, errado muita coisa no nosso país. E a gente vai aprendendo as coisas e tenta ajudar. O papel nosso é de prevenir, não é eh de de querer construir nada, mas prevenir, porque a gente mora numa situação de risco iminente.

Então, quando eu cheguei no estúdio, e esperando ela preparar para a gente poder dar entrevista a respeito das enchentes do bairro, o porquê do descaso público e aquela coisa toda.

E eu estava... E, na época, até mudei o corte de cabelo, porque o corte de cabelo dele era meio parecido, topetinho, aquela coisa toda.

E foi na época que fui muito bem votado nesse conselho.

Então, assim, eh, toda a fala que ele fala, quando eu estou perto em algum lugar, ele fala o xará. E, coincidentemente, a gente não se conhece por causa da fama, a gente se conhece antes da fama. Na época do do do trem, que ele vendia bala, doce, e a gente fazia outras traquinagens, porque a vida nossa, quando era moleque, também era brincar, ir de uma estação na outra. Então, a gente conheceu muita gente. o Racionais, na época em que os racionais começou em São Paulo, é... A gente tinha um grupo também que a gente dançava break, e era muito legal.

Na época, tínhamos um clube, que graças a muitas pessoas que fizeram o que fizeram com a minha mãe, você ver, Na década de 1980 até A gente tinha um clube, tinha campo, quadra, piscina, tudo lá no bairro. Aí tinha... os campos de futebol, onde ocuparam, fizeram casa, fizeram, acabaram com tudo isso aí. E nós fazíamos festa nesse clube, e eu era sócio na época, a gente sempre fez baile de rua, a gente sempre foi envolvido com o trabalho social.

Aí eles vieram na nossa quebrada, tocaram, Na época, a Toca do Coelho era já estava com mais fama do que eles depois estouraram na mídia. A Toca do Coelho também foi lá, quem era amigo nosso, pessoal. E ele tocou lá, ficou a noite inteira, saiu às seis horas da manhã e, E depois ele voltou mais duas vezes lá e, depois que ele ficou famoso, nunca mais voltou. É, por causa das condições eh da da da própria empresarial. Mas ele nunca deixou de atender às necessidades das das comunidades, assim como o ser humano. É que, às vezes, tem umas limitações, porque ele já não fala, não fala mais por si só, né. Uhum. Ele tem umas regras a cumprir, então as pessoas não entendem isso. Então você veja só, hoje ele está onde está, foi uma uma pessoa muito bem votada em São Paulo, mas ainda tem crítica, como amigo tem muita crítica a fazer. Mas, enfim, é uma pessoa que trilhou o caminho dele, tem essa pretensão, que, no meu caso, de de carreira política nem nada, mas ele tem essa pretensão política. Eu acho que ele ele ele sabe o que ele sofreu na pele. A gente que está na periferia, que é nos nos guetos, sabe que a gente sofre na pele a todos os dias, sabe aquelas condições. E a coisa mais triste disso tudo é quando você, por falta de... de comunicação, por falta de projetos sociais, você perde uma pessoa assassinada, né?

Eh, eu estava me arrumando para ir para uma igreja, na época, e estava arrumando a gravata.
Você tinha quantos anos?
Eu estava com acho que, pera aí, 27, 28, por aí.

Então, quando ele saiu, eu fala, eu acabei de falar aquilo, eu tive um pressentimento, eu falei aquilo para ele. Quando demorou meia hora, nós só escutamos os tiros. Aí veio uma pessoa, ó, o cara atirando seu irmão ali. Que achou ele O cara achou ele parecido com o cara que ele queria resolver a situação e acabou acertando 17, tirou tudo nas costas dele. O último que fez ele vir a óbito foi o que o cara acertou na nuca dele. Então, assim, aquilo me deixou muito triste. E aí eu fui me apegando muito a mais a questão do trabalho social, me envolvi com vários tipos de trabalho.

social, mas eu me afastei porque todo mundo começou a ter, perder o foco da luta, né, que é desenvolver um trabalho de mudança na lei, e as pessoas começaram a ter interesse em ser candidato político. Acho que a questão seria pressionar as autoridades para a mudança da lei, na questão da violência de São Paulo, não deles deles querer usar isso para sair candidato. Então eu fui me afastando. Então eu tenho muito conhecimento nessa linha porque eu participei de muita coisa e participo até hoje.

E termina de contar, então, como que é esse processo quando tem um enchante?

Então, essas lideranças locais, elas recebem uma formação, um curso, para poder ser um trabalho eh de desenvolvimento voluntário e de prevenção às enchentes.
Então, você, nessa época, trabalhava justamente nessa outra ponta.
Isso, eu trabalhava nessa outra ponta e, E aí, como que funciona esse processo, o o,

quando fica na ponta, ele recebe um telefonema da Defesa Civil que tem o o a a o mapa astral do local de chuva, quantos milímetros vai chover, o que vai acontecer. O papel nosso, antes da emergenciação da chuva, é correr, é avisar as pessoas onde estão nessas áreas de risco. para poder avisá-las de tirar a televisão, tirar as crianças. Inclusive, na época que eu peguei essa enfermidade, tinha uma criança deficiente numa jaula. Foi onde a gente descobriu uma criança deficiente dentro de uma jaula, parecendo um bicho. Então a gente acabou aprendendo com muita coisa através desse processo, que a gente não tinha conhecimento, a gente acabou aprendendo, tendo uma experiência que é difícil as pessoas acreditarem, mas quando a gente vê na pele, a gente percebe que é é igual a hoje, você vê um drogado, a mãe acorrentando ele para ele não morrer e as drogas, O que que em torno a sociedade está fazendo para combater isso? E você vê naquela época uma criança deficiente dentro de uma jaula. Então eh, aquilo eu fiquei chocado, eu não sabia o que fazer. E a gente chegou na hora, se a gente não tivesse chegado, ele tinha morrido afogado.

A gente Não, a chuva já já estava subindo, a maré já estava subindo, já estava saindo da margem, já estava entrando, os esgotos já estavam emergindo, é muito rápido. E naquela casa, quando o comerciante falou, ó, a mulher não está, inclusive só estava o portão fechado e a porta aberta, mas tem uma criança lá dentro, e a gente pulou, ela estava dentro de uma jaula, trancada no cadeado e só foi o tempo de a gente tirar ele de lá de dentro, ô, a gaiola dele encheu de água, então quer dizer, se isso não tivesse ocorrido, ele tinha morrido afogado e ninguém sabia que ele vivia naquela situação sub-humana. Então, por outro lado, dentro desse desenvolvimento que se chama, um projeto chamado Parque Linear, que é para poder fazer eh um trabalho de revitalização nas margens do rio com com soneamento, fazer um projeto de lazer, num bairro próximo nosso chamado eh Damaceno, havia crianças que... As casas eram feitas em cima dos palafites, em cima das pontes, e havia crianças com os dedos tudo comidos de rato. O rato que as crianças iam dormir, montava em cima da da caminha deles lá e comiam os dedos das crianças. E você vê aquela situação ali, foi coisas gravadas que eles não quiseram passar, porque a cena é muito forte. E a gente brigou muito, hoje tirou. mas eles não atenderam a proposta nossa, que seria a desapropriação de uma área próxima para poder cuidar desse projeto de socialização, família, i-i escola, educação, saúde, etc., e transferiram ele para a Zona Leste. Então, muita gente que foi para outra região está passando mais dificuldade do que estava

E não é essa a proposta. A proposta é que desenvolva em um local o projeto de moradia habitacional para a gente conseguir eh a questão da inclusão social dos bens e os direitos. Se você tira a cidadania da pessoa, igual o caso dessa senhora que eh recentemente agora a Defesa Civil tirou ela da casa dela, Ela criou um projeto de desafogar o rio, de, tirar a terra de dentro do rio, mas tirou 3 metros perto da casa dela, causando o que, uma situação de risco. Aí devia dar um aluguel social para ela, deram o cheque de despejo, que é o contrato que eles dão de 5 mil reais, e a pessoa se vira, quer dizer, uma pessoa que tem 4 filhos, grávida de 7 meses, vai se virar com 5 mil, com onde ela? a não ser que ela volte para uma área de risco. Então, quer dizer, o processo eminente de alguns, de alguns representantes da sua prefeitura é criar problema de risco para poderem criar situação de defesa política, que eles são o bom, que eles fazem, e eh... essa situação continua. E a intenção nossa não é. E essa senhora foi morar numa garagem que não tinha luz, não tinha água, a gente foi lá, fez um mutirão, ajudou ela, mas não resolveu o problema da moradia. criou o problema da moradia, quer dizer, os filhos dela acabam se revoltando, que são pré-adolescentes. Então, essas questões sobram para a gente, que está na comunidade, resolver. E é isso que a gente queria discutir com o poder público local, a questão da moradia dessas pessoas, né? que isso não vai parar.
Você falou que na época você foi eleito para o Conselho Municipal de Habitação.

É boa por um outro lado, que é uma experiência nova, mas é ruim porque tudo que é disputa você sofre. Você sofre... O obscuro, né? o anonimato. Você não sabe se você vai ganhar, se você vai perder. E, na época, a gente eh ganhou, teve que abrir mão do conselho para para ter outra disputa, por causa das irregularidades que ocorreu. Houve outro conselho. E a gente acabou pegando experiência, como que funciona. E hoje o país re rege em cima dos conselhos, né? Conselho de saúde, conselho de escola, conselho disso. i-i para alguns governantes nossos hoje, eh não caiu na real que precisa ser feito o conselho municipal. i-i eles não querem que seja feito porque é um direito da população participar e dar a sua opinião perante o governo e, E muitas dessas opiniões indeferem de alguns erros que já foram cometidos. Então eles não querem. Então tem conselhos ainda que não foram desenvolvidos. E muitos que são desenvolvidos, que queiram trabalhar, na questão de desenvolver o programa social de inclusão, muitos não querem que isso aconteça. Então, eh, eu não sei se, se der certo, vai falar que foi o outro que fez, não foi eles. Então, tem essa vaidade no meio deles muito forte, que é uma barreira e uma uma, um desafio para a gente acabar com isso, né.

Deixando bem claro, defender favelado não é defender a questão da favela, defender os problemas, é melhorar a questão do do da da natureza humana na favela. Que a coordenadora fala que ontem senzala, hoje favela, né. Então essa é a frase dela, ontem senzala, hoje favela. i-i a questão do MDF, só para esclarecer, é que o movimento em defesa do favelado É a questão que o MDF defende uma política de urbanização de áreas com direito de melhoria nas favelas. Não é a favor de fazer barraco, de ocupar área, de fazer esse tipo de coisa que muitas pessoas sem entender colocam a gente, as pessoas da coordenação do MDF, como um um erro. Pelo contrário, o MDF que ajudou a estruturar muito São Paulo. Só que é um movimento social, não foi um movimento político, então ele não deu, ele não deu evidência. Mas é um movimento que foi um dos primeiros a ser criado em São Paulo, que foi em 68.
E hoje qual é a sua principal No seu cotidiano, o que é a coisa que você mais
Ah, eu estou ligado a tudo que é social, né? Tudo que é eh inclusão social, eu estou envolvido. Então, se é se é posto de saúde, meio ambiente, moradia, saneamento, eh asfalto, qualquer problema dentro do social, eu estou Então, a minha função dentro da federação é diretor de política social. Então, tudo que é dentro do social, eu estou envolvido.E,
E como você tem visto essa última Você tem eh andado lá no Jardim Pantanal?
A gente estivemos lá no Pantanal.

Ele foi eh, ele faz muito trabalho de cidadania resgate à vida das pessoas na questão da qualidade de vida. Então a gente faz muito trabalho nessas áreas aí. i-i o Pantanal é uma uma, tem uma área muito carente na questão de desenvolvimento do da questão urbanística do local, esgoto, saúde, saúde, básica de entendimento. Então, u u nós trabalhamos muito essa questão aí. Tudo que é área social do Estado de São Paulo, que a gente é chamado, a gente vai lá trabalhar, ajudar, contribuir para melhorar essa questão. Então, Pantanal é um, a gente vê que cometeram foi um crime no Pantanal na questão de desligar a bomba que bombeava a água para não deixar acontecer o que aconteceu. Então, eh, propositalmente, criando uma situação para desafetar aquelas pessoas, para criar um um bolsão, um piscinão ali, que eu acho que já deveria ter feito isso lá atrás, não deveria ter investimento lá dentro, igual tem hoje, tem a Tem uma infraestrutura muito grande, as pessoas lá pagam imposto. do do terreno, né? Então, cria criou um problema para para a prefeitura resolver. Não vai solucionar o problema. Criou um problema. Então, quer dizer, uma pessoa vai para a bolsa-aluguel, outras não querem ir, querem ir para o alojamento, outras vão para o apartamento. Então, uma pessoa que tem uma casa não quer ir para um projeto social, que é totalmente diferente. Você muda a vida da pessoa.
E você continua fazendo parte da associação?
Continuo fazendo parte dos conselhos também de escola, continuo fazendo parte do conselho de saúde.
E, como você disse, é filho de lá.

Eu acho que a primeira principal principal conquista foi o saneamento básico que chegou no bairro, que foi a água, a luz, o asfalto. Aí, com isso, trouxeram a creche, mais escola. Só que hoje, com tarefa de herança para nós, eh, nós temos já o pensamento igual, nós estamos lutando desde dois mil e um. uma fábrica de cultura que está indo para lá agora, que a gente conseguiu brigar muito para conseguir isso. Nós estamos tentando brigar agora com uma área ampla de lazer que não tem no bairro inteiro, um lugar para os moleques desenvolverem esporte ou jogar bola, ou eles têm que ir para outro bairro ou ir na Sabesp que é coisas distantes, nem todo o pessoal do bairro tem essas condições de estar indo, eh A questão de uma Fatec, né? ou uma Itec, profissionalizante para os jovens. Temos uma luta lá com o Rotary, que, mas não, não atende toda a demanda de problemas na questão social do bairro, mas está ajudando muito a tirar os jovens da rua. Mas é um ponto no oceano, né, é um pingo escuro no oceano, mas, e, i-i essas questões correr atrás disso. Então, a nossa maior briga hoje é eles trazerem o rodoanel e não trazerem o desenvolvimento que a gente está lutando há muito tempo. Então, a gente fica eh meio que assim perplexo com essa situação, porque tem muita entidade que quando você chama para poder ajudar a melhorar, se a questão da discussão desenvolvimento a obras no bairro, eles correm porque estão todos ligados ao mal político. E isso a gente tem uma grande luta para desenvolver ainda com essas entidades, né Então, é uma coisa muito... Arda para quem gosta de estar no trabalho, para quem... Porque, assim, as pessoas que você chama para participar disso e elas não têm natureza, espírito para isso, elas não participam. Elas falam, isso não é para mim, isso é louco, isso... eh, eu tenho o exemplo do meu próprio irmão. Minha mãe, minha avó, minha mãe e eu. Meus irmãos falam que eu sou louco. Você vai ficar ajudando o povo ingrato? Aí eu falo, eu tenho um ditado que quando a pessoa é muito assim, rebelde, eu falo, esse espírito sem luz, um dia vai ter uma luz na cabeça dele, mas não tem problema não. Vamos tocar o barco. Mas essa é a nossa tarefa. Eu acho que já, já não é mais nem, tá no sangue já, né?
i-i como é que você vê como pai? como é,

Quando eu viajo, eh... eu não sabia disso, minha mulher que falou. Quando eu viajo, eu falo para ela, quando eu sair de casa, você é o homem da casa, hem. Então, você cuida da sua mãe, da sua irmã e das coisas aí. Então eh... minha mulher não sabia que, que eu tinha falado isso para ele na, quando eu viajo e ele ele... Então, na sede, nós temos uma sede grande lá no bairro. Então, de sexta a sábado e domingo sempre tem alguma atividade lá. É festa, aniversário, é casamento, é noivado, sempre tem alguma coisa. aí ele ele fica a noite inteira acordado até acabar, sai a última pessoa da sede, você não vai dormir não, não, estou a cuidar aqui que o meu pai pediu para me cuidar de tudo, então ele cuida direitinho, ele não deixa faltar nada, ele acha que ele pega o meu espírito ali de de olheiro, às vezes as pessoas estão lá fazendo mó festona, você não vai comer isso não, não, fica à vontade, eu estou olhando tudo para não entrar um penetra, não entrar um sabe, que uma vez o cara fez uma festa lá, recentemente, aí o cara, o cara não era convidado, entrou lá e pegou logo o litro de uísque do cara, do do da festa de aniversário, acho que da filha dele. Pegou o litro de uísque, saiu com o litro de uísque, falou, poxa, gastei uma nota para servir meus convidados, o cara pega o litro. Aí, para evitar conflito, então, eu fico nessa situação quando tem atividade lá, e ele fica do mesmo jeito. Ele não dorme, ele fica lá, Espera terminar tudo, no outro dia ele lava, ele deixa tudo, depois ele vai fazer a tarefa dele, quer dormir, descansar um pouco, ou jogar a bola dele, ou andar de bicicleta. Mas ele tem a mesma, o mesmo segmento que eu tenho, assim, ele tem. Então eu acho que ele tem mais predisposição para me puxar nesse sentido aí. Porque a menina, <laughs> a menina é terrível. Ela já é mais dependente de tudo, gosta de fazer o que ela quer, se ela quer dormir, ela vai dormir, se ela quer não sei o quê. Então, ela já não é muito assim, ela não é muito receptiva a a a às pessoas, de de ah, ficar olhando ninguém, ela não está nem com ninguém, cada um, cada um para ela e é assim que ela vive a vida. Os mais velhos também não estão nem aí com nada, quer saber só de passear, namorar, essas coisas. Mas ele não, ele já vem desde... Inclusive, acho que, se não me engano, tem foto, desde quando ele era pequeno, ele só queria ficar perto de mim na sede. Então, eu saía, ia para um bar comprar alguma coisa, um salgadinho, alguma coisa para ele, ele ficava lá na porta, sentadinho. desde os dois aninhos de idade. Então, ele tem mais essa predisposição para me puxar.

Ah, eu dar uma casa para minha mãe. Só isso. Que a minha mãe Minha avó falava assim que com saúde a gente consegue qualquer coisa. E a gente, às vezes, tem colega que tem muita coisa e não tem saúde. Então, se a gente tem saúde, a gente consegue vencer o obstáculo, a gente chega ao objetivo que a gente quer, eh A minha minha mãe fala assim para os meus irmãos que ela tinha tudo para pensar o contrário de mim, que o do meio era mais esforçado para tudo. fazia tudo, era mais adiantado em tudo, e, de repente, eu saí na frente de todo mundo, eh

Minha avó olhou mais de 21 filhos de pessoas lá no quintal que ela estava, antes de ir para esse quintal aí. Então, ela cuidava como se fosse filho dela também. Onde comia um, comia todo mundo. E na época que a fartura que a minha mãe fala, que você ia na feira, você tinha muita fartura de legumes, essas coisas. Então, fazer aquele aquele angu com fubá, aquela comida mesmo de de senzala, e todo mundo pelo cheiro comia, né? Todo mundo comia aquele sopão que a minha vó fazia. E hoje eu sou um que não põe sopa na minha frente não, que ninguém nem vê. Miojo é comida de preguiçoso, mas todo mundo come como porque é rápido, né? E eu não... detesto sopa. E na fa na minha casa não faz sopa por minha causa, né? Eu não sei por quê, eu não tenho nada contra, não tenho preconceito, mas eu não gosto por não gostar mesmo. mas que eu fui obrigado a comer o angu lá com com serraia, naquela época, eu lembro, e aquilo ali era o maior prato do mundo para mim, era uma delícia. E hoje eu não aguento ver sopa na minha frente, não sei por quê, mas não sei se é por causa da história, mas eu não aguento ver essa sopa. Vá, vai ter sopa.
Eu fico sem comer <laughs> olhar para trás e lembrar de alguma história que te marcou, de alguma comunidade ou que se organizou direito, ou que teve alguma alguma maneira de agir que surtiu algum efeito positivo, o que você escolheria?

que ela teve dificuldades, mas teve uma coisa que a gente tem exemplo no bairro até hoje.

E toda vez que ela sentava num grupo de pessoas e falava que a gente tinha que aprender, estudar e se esforçar para aprender as coisas, que ela não ia viver o resto da vida, e ela era nova. não ia viver a vida dela inteira para poder estar ajudando a gente a escolher, a mudar a história de direito que nos pertencia, eh que ela não ia viver por muito tempo, que ela tinha um problema sério, que ela ia morrer qualquer hora. E tinha gente que ria disso, falava que essa negra está com mentira, não sei o quê. E essa mulher, onde ela chegava, ela tinha uma mansidão nas palavras, mas era uma fera para poder conduzir os direitos. para conseguir benefício que,

E ela não tem nada a ver com a minha família. Ela era amiga da da minha mãe, lá de movimento, e ela sabia da história do meu pai, que na época ele mexia com escola de samba, essas coisas, e sabia que o meu pai fazia isso aí.

Nós trabalhamos bastante, mas foi uma felicidade imensa. Eu vendia sapatos, sapatilhas lá para Campinas, para um monte de lugar e E, nesse tempo, ela ela tanto essas lutas de moradia... ela no dia em que a minha mãe ia ganhar uma casa, ela veio a falecer.

Ela conseguiu 46 casas, com, casas com quintais separadinhos, uma comunidade bem organizada, casas bonitinhas, do jeito que ela sempre contou, que ela sempre queria desenvolver os projetos aqui. E quando ela ela, minha mãe ia entrar no segundo loteamento, ela faleceu.
Mas ela conseguiu como? Ela articulou de que maneira?
Ela fez a articulação antraprimeira, ela procurou saber de quem era o terreno. E quando ela descobriu que era do padre, <laughs> aí ela conseguiu sensibilizar numa numa plenária e o padre doou o terreno para a entidade.

Então, assim, todo domingo construía ou reformava uma casa. Não tinha aquele negócio de cada um fazer a coisa individual, não. Então, um domingo fazia a sua casa, no outro domingo a gente fazia a casa da pessoa. Então, naquele período, todo domingo era para a sua casa. Terminou a sua casa, no outro domingo era a sua casa dela e, E construiu... em pouco prazo, todas as casas em menos de um ano e meio, essas casas. E aí todos eles faziam a mesma, vinham reformando a casa. Quando chegaram na na reforma eh grossa, que era o acabamento assim, de reboco, essas coisas, e o acabamento fino, que é o gosto da pessoa, se é massa fina, se é isso, se é aquilo, aí eles já tinham, eles já trabalhavam mais sozinhos, mas todas as pessoas, todo domingo, trabalham. E até hoje lá é assim nessa comunidade. Eles, tudo que vai fazer, tem um rodízio lá. Cada domingo eles fazem uma tarefa para ajudar. Então, foi um projeto bom que ela criou e que quando minha mãe ia ser contemplada na casa. Quando ela faleceu, tiraram esse direito da minha mãe, né. Entraram outro tipo de pessoas que não têm afinidade nenhuma com as pessoas com, e levaram o projeto para outro rumo. Já tentaram até Uma vez participei de uma reunião lá e fui fazer uma fala, queriam até me bater. Só que eles iam cometer um erro muito grande, porque na comunidade onde eu moro eu conheço todo mundo. Então eu não fui lá para exigir nada, eu fui lá para poder dar uma contribuição e falar para eles que o projeto que eles estavam desenvolvendo ia mudar a realidade. Tanto é que hoje lá na comunidade tem muito problema que não tinha quando a Irlanda era viva.

Minha mãe veio parar depois, uns dez, quinze anos. Ela parou com isso, mas porque a gente não quis mais deixar ela participar. Ela trabalhou na

em vários movimentos que saíram. Como eu falei, todo mundo tirou o direito.

Engraçado que hoje, dentro do nosso município, nós não temos áreas eh estaduais. Engraçado que tem Coab do Estado. Então, quem é que está fazendo essa mudança de direito? Entendeu? Então, quando eu questiono isso aí, tem algum erro por, pela ação. Dentro do município tem tem área de estado e no município não temos área estadual, nós temos área... tiraram o direito da minha mãe, ou um político, ou um assessor, ou uma pessoa. Então, o último, um dos últimos projetos, que era o projeto Jane dos Francos, né, eles conseguiram lá eh setecentos apartamentos, era para o pessoal cadastrado do movimento, aí entrou Um uns assessores lá e mudou e trouxe o pessoal todo de fora, e acabaram o pessoal que lutou pelo terreno, ficou sem. Aí teve o projeto do Vila Nova Cachoeirinha, também foi a mesma coisa.

Então, na época, num, eu estava começando a entender da ação do processo. E hoje eu entendo. Hoje, se fosse hoje, não teria acontecido. Mas, na época, a gente... eh, por isso que eu falei, minha mãe não vai mais passar por isso. Então ela vai curtir a a aposentadoria dela de outra maneira e a gente vai ver o que a gente faz nessa luta social aí de inclusão à moradia. Mas a gente quer uma moradia decente, num... Eu não concordo com essa moradia de apartamento verticalizado porque as pessoas não têm educação para morar em verticalização. Eu falo para você que eu cuido de uma comunidade lá, que uma parte eu consegui, por uma discussão com a Sabesp, e a gente conseguiu mudar o cavalete de água, outra não. Então, aquela parte que são cinco andares, são vinte famílias, cada andar são quatro, se cinco pagam a água, o restante não quer pagar. Então, quem que, se não pagar fica sem água. Então, as pessoas ficam se matando para pagar coisas de pessoas que não querem nada com nada. Então, eu acho que tinha que, antes de, num processo de eh adequação da moradia, acho que tem que fazer um trabalho com essas famílias, porque eles não combatem o problema social, eles estão aumentando o problema social. E o interessante nosso é acabar com o que já tem. A gente não conseguiu acabar nem com o que já tem e já está criando muito mais. E isso, para quem estuda, às vezes fala ah, eu não estou nem aí. Mas aquele delinquente que está lá naquela periferia um dia vai vir dar trabalho para você aqui. Ou vice-versa. Entendeu? Então é isso que as pessoas precisam aprender, que as pessoas precisam se respeitar. E, e esse respeito, geralmente, as pessoas que não conhecem a nossa realidade, quer dar opinião do que não sabe. Consequência, Rio de Janeiro, quando eu estive no Rio de Janeiro, há uns vinte anos atrás, a gente foi lá numa conferência e eu estive no Morro do Urubu, lá na época, que era uma vegetação e tal, eles tinham feito um um aterro lá e começaram a ter moradia. Então, é a mesma coisa, hum No, no bairro onde eu moro, aquela área ali era uma área pública para ser criada o quê? Uma praça, fazer uma escola, uma, uma IMEFI Fizeram a moradia. Quem cometeu esse erro?

Então, não é um líder comunitário por si só, não comete o erro sozinho. Ele comete sempre com pessoas que estão por trás dessas ações e, E aí, eh como u as pessoas que não estão nem aí com nada na comunidade falam que o futuro a Deus pertence, ali eu falo, a bíblia diz que cada um segundo suas obras. Faça por ti que eu te ajudarei.

se ao contrário da da fala, essas pessoas acabam sendo educadas por aquelas entidades que lá atrás cometeram erros e com continuamente cometem esses erros hoje. E é isso que a gente tenta discutir, mudar. De manhã cedo, hoje, eu estava numa conferência lá com umas cento e oitenta entidades, aí eu fiquei olhando e observando que todas aquelas lideranças que ajudaram crescer esse esse Brasil, São Paulo, de cabeça branca, E eu fiz uma pergunta, quem de vocês tem sede? Ninguém tem sede. <laughs> Uma entidade que não tem É a mesma coisa, eu falo assim, eu não tenho casa, eu moro na rua, eu moro de favor. Então, uma entidade que tem um Cê ene pê jota e não tem uma sede, por que isso? Por que que não, igual eu faço uma crítica toda vez que eu estou com autoridade, eu falo, por que que no meu bairro tem cento e oitenta Agora, na época, parece que todo mundo trabalha. Você passa no bairro inteiro e não vê nada, só vê a nossa sede lá. E a gente é alvo de crítica, porque a gente quer mudar. Tem umas fotos que estão naquele álbum lá, que de frente à entidade tem um rio, e no bairro inteiro nós só temos uma quadra. que era onde era o clube, que também está se acabando, não tem mais nada. A nossa luta com o poder público foi canalizar esse rio. Então, não foi o vereador que foi lá canalizar ou foi fazer isso. E as pessoas precisam entender o que é o papel do vereador. Então, quando aparece uma autoridade lá, parece que ela é salvadora da pátria, mas não sabe que ele tem limitações de fazer leis, corrigir a prefeitura e fiscalizar. Acho que o vereador vai fazer isso. De sua vez, o deputado nosso da região nunca fez nada. Aí sai a Folha de São Paulo publicando que o deputado

Então, aí você pega mais para frente a publicação da Folha de São Paulo, o deputado constrói em área ambiental um hotel fazenda. Então, quer dizer, eh só para você ver, a estadia de um dia lá é seiscentos reais. Isso tá no jornal, fonte publicada, Folha de São Paulo. E aí você percebe que, aí todo mundo fala assim, vou entrar na política para se dar bem, que nem o fulano fez. Não é isso, está entendendo? Por sua vez, eh as pessoas estão tão assim. acostumado com o consistencialismo, que ele tem um gabinete lá só para fazer esse tipo de desarticulação, entendeu, eh Remédio, uma cesta, <laughs> uma dentadura, essas coisas aí. E o bairro não avança. Então, para discutir melhorias na periferia, precisava discutir primeiro a questão da eh da mudança regional de voto. Eu acho que não o Estado, um deputado estadual, um federal, mas para vereador tinha que ser voto regional. porque você tinha força para poder tirar o cara no impeachment lá, caso ele não fosse um bom representante. Então, enquanto esse voto não ser regional para vereador, a gente vai ter sempre essas dificuldades, porque é um vereador que representa São Paulo. E, quando você fala para ele fazer uma emenda para poder criar um projeto para tal periferia, ele fala, não tive voto lá, tive voto em tal lugar. <laughs> Mas, na hora que ele precisa do voto, ele vai lá e fala, não, vocês são todos meus amigos e não sei o quê. O discurso é outro. E isso a gente não engole. Então, eu sou uma pessoa que soco a pedra no sapato desses caras aí. Ô...

Agora... Você pretende continuar?
Olha, tem hora que eu penso assim... parar. Toda vez que eu penso em parar de de fazer esse trabalho, eh eu penso no, onde eu cheguei e como eu cheguei. Eu acho que, se eu parar, eu eu acovardo-me e não vou dar exemplo de ensinamento para os meus filhos na questão da história do país. ( respiração) Porque só faz história quem tem história. E a nossa família tem história.

Sabe? A gente tem diversos tipos de coisas que cumprimentam essa questão da história, a A luta hoje do bairro onde a gente mora, hoje é oficializado o aniversário do bairro. Através desse nosso bairro, vários outros bairros na região estão fazendo a mesma coisa. para criar a história do bairro, como surgiu. Então, eu fui o primeiro protagonista a fazer isso naquela região e isso foi para para o jornal, eh Hoje o nosso bairro tem tem data de aniversário, toda data tem comemoração, é feita uma festa no bairro, tudo graças a gente. As praças têm nome, a gente tem acordo hoje pela lei de diretriz regional, há uma praça, quem tem que cuidar são ou o comércio, ou a entidade, ou algum morador lá. A prefeitura <laughs> não quer mais saber de cuidar de praça, então as pessoas veem uma praça bagunçada, vá... você vê praças boas nas estradas, é que você vê lá a placa de fulano de tal, preservação, mas na periferia, se a pessoa não tiver vontade de cuidar, fica largado. Então, tudo isso a gente tem uma história, né? E o segundo passo que a gente que a gente quer promover no bairro é que nosso bairro tem uma história que era uma fazenda. E essa fazenda, quando eu eu me entendo por gente que tinha uns oito anos, minha avó fazia batizado na primeira capela dessa fazenda lá e, E batizado. várias outras coisas que tinha lá, casamento, era nessa, até se fazia a paróquia do bairro, se fazia lá. Então, eh, fazer um patrimônio tombado histórico dessa fazenda aí, com toda a história.

Que para mim, eles falam céu, mas onde foi colocado é um inferno, é um lugar totalmente ruim, onde colocaram esse projeto, porque, na continuidade do projeto, era para se fazer mais, mas, como não teve, mudaram toda a logística do projeto. Onde tem a quadra, o o campo de areia das crianças, que é o lugar que fora da quadra do céu tinha esse outro espaço, e a área de esporte radical, que era de rampa de skate, de skatista, fizeram um barraco em torno do céu todinho. Então, você vê, Depois que mudou a gestão, aconteceu tudo isso aí. Então, quando uma pessoa fala assim, quer falar mal de um governo, fala o seguinte, vamos pela material de construção. Vamos lá pegar o endereço do primeiro material dado, eh, dado, vendido ou doado no depósito. Aí você percebe lá, na data xis , tal, tal, tal, o material, entregou tanto material, é fácil descobrir isso. Não precisa você falar que foi gestão fulano, gestão ciclano. No dia tal, no dia tal, quem que era a gestão que estava aí? Fulano de tal. Então por que você está falando que era tal pessoa? É simples, é só você ir no material de construção, está entendendo? Então essas coisas é fácil de desvendar. E aí e aí essa essa geografia toda da nossa região, do erro que tem naquela naquela região lá, é que muitos exploram aquilo lá, mas não desenvolvem. E hoje a referência que tá acabando com São Paulo, você sabe o que que é?

No Rio de Janeiro, não sei se você teve oportunidade no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o baile funk é feito dentro da comunidade e com autorização do segmento. Eles não colocam carro de som na porta de ninguém, falando palavrão. Aqui em São Paulo, eles põem carro, é uma disputa de carro de som para poder ver quem é o som mais alto e põe em cima, perto de uma paróquia, de uma igreja, Toda sexta-feira é milhares de adolescentes jovens dançando funk lá numa situação deplorável. Então, com música que desrespeita as famílias e etc.

Não, do lado.

Que é tudo do lado, assim.

Você fica horrorizado. Qualquer dia vai sair na imprensa e vocês vão ver. Vocês ficam horrorizados de terem visto tanto jovem. E não é som, é carro de som. Eles fizeram uma interligação lá com com um carro, com outro, com pendrive, um aparelho chamado crossover, eles passam a mesma música de um carro para o outro, você imagina tudo ligado, os alto-falantes de dezoito, entendeu, corneta para para trio elétrico, <laughs> é uma loucura. E é muita criança com, hoje no bairro com gravidez precoce, criança gerando criança. Esse, essas coisas que a gente precisa discutir nas periferias, porque não pode acabar com o entretenimento, com o lazer. A gente tem que ter, mas tem que ter com sabedoria. Agora, eu não sou contra ninguém escutar o que quer, mas tem lugar para isso. Agora saiu uma, uma festa de de técnica aí, o pessoal montou um aparelho de de fone, e aí o DJ lá põe a música, ele escuta no fone, não tem barulho nenhum, mas isso é para uma sociedade organizada e com recurso diferenciado. Você vai numa periferia falar uma coisa dessas, o pessoal vai te xingar, vai falar, quem vai trazer isso aí, a prefeitura, o Estado? porque aqui nós fazemos a festa com o nosso próprio recurso.

Então, a gente tenta por, conversar com eles, não pôr esse tipo de coisa. Tem uma senhora de setenta anos lá que mora de frente para a entidade,

Aí eu brincando falei assim, a senhora vai ser a vovó do Creu, que ela é assim uma pessoa muito legal.

E aí o pessoal acabou respeitando e parou. Aí agora fizeram na frente da igreja, plena sexta-feira. Tem a igreja lá, e u u u padre falando e o som comendo. E aquele barulho, sabe? então, i-i está vindo gente de tudo quanto é lugar. para aquela comunidade e, Isso daí que a gente não pode deixar continuar por questões da família. Tem pai de família que trabalha ali e o pessoal não sabe ir até um horário. Vai até seis horas da <laughs> manhã do outro dia.
dia. E Tudo que acontece bate na sua porta.
Tudo vai lá na porta. Tudo vai lá.

A gente não consegue. Calma, tem que fazer assim, tem que fazer assim assado. A gente vai orientando. Porque a gente não pode apagar incêndio com gasolina. Na comunidade, se você não souber viver, você não vive, você se isola. Então, lá a gente tem que saber lidar com as situações de conflito. Então, quando a prefeitura muda a gestão lá, ele, as primeiras pessoas, não sei quem, mandam me chamar. Mudou-se o prefeito agora lá e ele foi numa comunidade perto da nossa lá, tirar umas fotos. Aí o cara enquadrou ele, tomou a máquina dele de fotografia, achando que ele estava querendo registrar alguma coisa. Aí eu falei, ué, vocês não chamaram a entidade lá? Por que a entidade não resolveu isso?

Aí porque quando chega lá e eu estou perto, os caras falam aí, estou sossegado e tal. Não, é comunidade. Aí os caras nem ligam. Tanto jornalismo, quando vai lá, vai tudo lá na minha porta.

Eles vão tudo lá na minha porta para poder ajudar a fazer o trabalho da questão das áreas de risco que que passam naquela região. Então, assim, a gente conhece todo mundo lá. Eu acho, Acho que as pessoas precisam ter essa liberdade de de se trabalhar e conhecer. Trabalhar no no obscuro, de falar falar assim, vou entrar em tal comunidade. As pessoas acabam cometendo risco porque você não sabe o que passa na cabeça das pessoas.

Então, u u papel nosso na comunidade é mediar conflitos. tentar, sabe, fazer guerra, porque a gente já vive na guerra de falta de inclusão social. Então eh, tudo para a gente lá é mais difícil, muito difícil.

O Jânio achou de fazer um mercado O famoso cê cê jota .

O Jânio achou de fazer o mercado bem na frente do do do hospital, da maternidade hospital e do lado do cemitério, e E o projeto do de alimentício ficou bem na frente. Então, na época, a gente já estava, fazia bastante curso e a gente sabia que tinha um um nutricionista, e um cara que mexia com solo, numa reunião falou que isso é impossível fazer esse tipo de coisa perto por causa do chorume, por causa da bactéria e tal, né? E aí, quer dizer, a obra ficou parada muitos anos. Aí houve assassinato, criança sendo morta, estrupada, ponto de travesti e criou vários tipos de problemas. E a gente foi fazendo matéria, abaixo- assinado, correndo atrás. Aí na gestão que a Marta entrou, a gente fez uma plenária com ela, ela aceitou as propostas, foi, abriu a precedência, fez acordo com os vereadores, fez a verba, perdeu a eleição e não queria fazer, nós pressionamos, se erra para fazer, aí foi para o mundo caçado, pressionamos. Só que tem coisas que u, fizeram lá, que hoje não é as pessoas que moram naquela região que administra, são pessoas de fora. e que o pessoal critica muito, é que as pessoas põem nome nos lugares sem discutir e respeitar as pessoas mais velhas do local. E colocaram o nome do cê cê jota de eh... Como é? Ana Ruth Cardoso. Aí já viu, né? A briga que está lá. Então, eh a gente respeita também a a história política dela, mas na região a gente tem a mania, de certo segmento, em tacar as coisas de goela abaixo para a gente. Acho que tem que respeitar as pessoas, ouvir as opiniões. para que a comunidade não viva em conflito constante, né. Mas hoje está lá o cê cê jota, u Hoje nós temos aquela referência da briga dos idosos que não participam porque os jovens não querem que eles fiquem lá, que não é lugar de velho. O jornal local publicou uma fala de uma de uma senhora da terceira idade que o jovem expulsa a terceira idade do cê cê jota. E não é essa a proposta, a proposta que unifique essas essas pessoas, né. Então, você vê, a gente tem muita gente indignada com muitas coisas, mas, por outro lado, a gente avançou bastante coisa, a a A coisa que pega mais naquela região a a condicionamento da própria moradia mesmo. Porque você vê, se uma criança mora em dois dormitórios com o pai e tem cinco filhos, e não tem um projeto social para educar aquela comunidade, hoje aquela criança já tem outra criança que já está tendo outro tipo de problema, demanda na questão da educação, e criando um problema, e isso os governantes não estão olhando. E a minha maior discussão com as pessoas lá, que são os amigos da onça, que eu falo lá, meus amigos, que são assessores de alguns políticos, é que é assim, nós temos um bairro com uns escadão, com uns problemas de logística local, e muitas senhoras que vêm da igreja caem, se machucam. E aí nós fizemos o abaixo-assinato, corremos atrás de várias coisas, publicamos jornal e tudo. Aí vem o vereador desses caras, com tanto problema que precisa ser resolvido no bairro, fazer a emenda para reformar esse cadão.

Olha, se eu te falar para você, assim, que de tudo, assim, que está no meu coração, eu não te contei nem um terço, <laughs> porque eu vou falar para você, a gente já sofreu demais, teve uma comunidade que a gente tomou muito tiro, teve colega nosso que foi ferido por por pessoas quererem tomar o barraco dos outros, e a gente tinha que intervir, e um monte de problema. E a gente conseguiu resolver muito desses problemas, com a insistência de querer mudar a nossa comunidade, né

Com um milhão e meio de habitantes, você não tem uma área de desenvolver lazer para as pessoas. E a avenida que foi criada por um empresário lá que, por interesse de uma área particular, ele fez um pedaço de avenida, é onde as pessoas fazem caminhada toda manhã. E quando começou a gente a fazer discussão com a , com o posto de saúde, para as pessoas criar um um meio de ajudar a saúde, tirar o sedentarismo, porque as pessoas não tinham atividade nenhuma e, E a discussão pegou entre os agentes para criar grupos de pessoal. Quando esse pessoal começou a andar sozinho, roubavam aliança, relógio, brinco de uma outra comunidade. E a gente que foi atrás para para minimizar isso, para parar com isso. Então, você vê se tivesse uma comunidade desenvolvida com projetos de lazer, Hoje, não teria muita, muitas coisas que ocorreram lá não tinham ocorrido e muitas pessoas já faleceram por depressão, por arritmia cardíaca, por vários tipos de problemas causados pelo nervosismo, etc. Então, o lugar mais próximo para aquelas pessoas fazerem um exercício, tirando o, que dá quase dez quilômetros longe da comunidade,

Então são coisas e nós temos um uma riqueza fora de sério naquela região, que é o fundo da Serra da Cantareira, onde tem eh quatro piscinas que foram feitas na época de Porque aquilo lá, quando eu cheguei a me conhecer por gente, com doze anos que eu entrava naquele mato lá, já tinha aquelas dutoras de água, aquelas caixas d'água que virou tudo piscina, que passava água de uma para outra, então tinha cachoeira a um, a dois, a três e a quatro. E quando começou a evoluir o bairro e um delinquente matou uma macaquinha com um filhote, e o guarda florestal pegou e a nossa única fonte de lazer que tinha lá, ele acabou. E isso foi acabando com com essa degradação do avanço por falta de... discussão local, de conhecimento, de pessoas que levassem eh ensinamento para a gente em algumas áreas. E a gente teve que buscar isso tudo fora. E hoje, a gente, tudo que a gente aprende, a gente leva lá para dentro, discute.

Então, tinha que fazer uma área de lazer, porque no decreto tem o piscinão, tem a área de lazer, tem uma série de coisas que ele não fez, só fez o piscinão. E aí eu falei com ele no telefone, você é o prefeito cara de pau, você está entregando a obra sem terminar, aquela coisa toda. E ele falou, não, a gente vai terminar, ao longo do tempo a gente vai terminar, que a gente precisa disso aqui, justificou lá e tal. E o piscinão ficou lá. Com um ano depois, o bairro empesteou de pernilongo de uma tal maneira que parecia um um, uma peste, uma praga, saída da Bíblia, dos gafanhotos, era pernilongo demais no bairro inteiro, e teve que fazer ações, ações, ações para terminar com aquilo ali. Hoje, o piscinão está lá dando um um trabalho e enriquecendo pessoas, porque o piscinão dá sessenta, dava sessenta prestação de conta por mês lá e, o piscinão não tem nada, não faz nada, a máquina só fica rápida aqui, põe ali, dali, põe para cá, e eles todo mês pagam setenta e cinco mil para empresa que faz esse trabalho aí, que é amigo do seu prefeito, e a gente sem nada no bairro.

A gente tem um documentário lá que a gente ficou uma semana contando as coisas e não deu ainda. É assim, é muita coisa que passa. Todo dia tem uma história no bairro, uma coisa diferente, é... É muito interessante eh a questão assim que as coisas são momentâneas. na reunião agora e de manhã, e lá nessa avenida morreu um senhor que eu aprendi muito com ele, o Sr.

Aí, nós estávamos na reunião, teve uma senhora que foi pegar o leite na entidade lá e foi atropelada. <laughs> Aí o pessoal queria fazer manifestação.

Se não, vai continuar morrendo um, vai atropelar outro. E o que vocês querem? Passarela? Só vai acontecer se você chamar a atenção do poder público aqui, a imprensa. avisar o que está acontecendo. E, antes disso fazer, enfia documento lá, pega o protocolo e vê a resposta. E depois faz o ato, porque aí vocês vão ter êxito.

Morreu um idoso, criança, a gente fez um movimento lá e hoje tem lombada eletrônica. Então, são coisas assim que acontecem todos os dias, toda hora na nossa frente, que vai fazendo parte da vida, da história da gente, né?

Eu confesso que quando você me ligou e você falou assim, ó, você desce na estação, vira, aí eu falei assim para a menina, eu acho que ela está com pegadinha comigo.

Porque eu tenho, eu não estou com o costume, é assim, eu não tenho mais aquele costume de andar igual a gente andava. Então, a gente era muito prático.